Posso olhar para o meio, para cá, para lá, tanto faz? Isso Não tem nada assim, não né? Vamo começar.
O senhor pode dizer o seu nome, por favor. Eh

Nome de guerra?

Aí eu sempre falava Daddy.

Onde o senhor nasceu e data? Eh

Fala um pouquinho da atividade dos seus pais, dos seus avós, O que seu pai fazia?
O meu avô veio da Espanha, por parte de pai e Ele, então, eh aí seria o meu avô, né? Ele era um simples operário e E ele é o meu avô, então, pai do meu pai. O meu pai era um artista eh, em diversos horários da vida dele. Em outros horários, ele trabalhava como pedreiro e era vendedor de rua também, vendendo mercadoria com carrinho de mão.
E a sua mãe?
A minha mãe sempre foi uma operária, e de operária ela aprendeu também costura, então ela sempre foi uma costureira. E, em regra geral, prendas domésticas, cuidando da casa, da família e dos filhos. Certo. O

A descendência é espanhola.

E o senhor tem irmãos? Tenho diversos irmãos já.
A minha mãe casou duas vezes. A primeira vez com meu pai, então nasci eu e minhas duas irmãs. Depois meu pai morreu, minha mãe casou de novo, nasceram meus três irmãos. Então eu tenho três irmãos só por parte de mãe.
Me fala um pouquinho da sua infância. Fala um pouquinho da rua onde o senhor morava, do bairro, uhum como é que era? Então, ah as minhas lembranças assim mais chegadas são as que a minha mãe me deu em fotografia, que eu não lembrava, né?
pelas fotografias. Agora, o que eu con consigo lembrar bem mesmo é mais ou menos a partir dos seis anos de idade. Quando a gente morava no Braz, meu pai tinha um depósito de ferro velho, que hoje em dia é chamado de sucata ou reciclável. Lá, o que eu lembro bem é que a minha mãe sempre dava dinheiro no domingo para eu ir no cinema. Eu ia num cinema que ficava perto, que chamava Cine Oberdan. Nesse cinema teve um caso interessante eh. Durante a projeção do filme, começou a aparecer um fogo, incêndio, e todo mundo começou a gritar fogo, fogo, fogo. Aí o pessoal começaram a sair em debalada e acabou machucando bastante gente, né? Aí quando foram ver era só no no no no filme mesmo, não dentro do cinema, né? Então isso aí eu tinha seis anos de idade, né? Dessa fase aí meu pai conseguiu ganhar um dinheiro e comprou a casa que a minha mãe tem atualmente, né? Aí nós mudamos para lá quando eu tinha sete anos de idade. Aí nós fomos para o Tatuapé. E do Tatuapé ficamos até hoje, né?
E como é que era a sua casa quando você era criança? Bom, na verdade a minha mãe tinha só, meu pai vamos dizer, né, meu pai e minha mãe né, tinha uma casa só.
Com o passar dos anos a minha irmã fez mais uma casa, eu fiz mais outra casa e a minha mãe com o tempo passou a ter três casas. A o meu plano foi esse , que ela tinha trabalhado muito, muito, ela batalhou muito para sustentar a família, então ela precisa de ter um arrimo para o futuro Então eu fiz uma casa, minha irmã fez a outra e a minha mãe pôde a partir daí viver de aluguel. receber aluguel dessas duas casas e ter a casa dela própria para morar. E as fotos que nós tivemos, que mais ou menos dez metros distante da nossa casa, tinha um colégio.

Hoje em dia ele pega o quarteirão todo. Mas ele era pequeno, era colégio de freiras. Tinha uma cerca de arame beirando a nossa casa. E a minha mãe trabalhava Minha mãe sempre trabalhou para ajudar o sustento da família. E ela, nessa época, podia pagar a escola. Ela pagava a escola para mim, depois pagava a escola para para a minha irmã. Por causa que a gente atravessava a cerca e já entrava na escola. Foi onde eu me alfabetizei. Dos sete anos aos onze. Que foi quatro anos, né? Que era chamava primário. E O que aconteceu também nessa época, o meu pai, antes de eu aprender a ler e escrever, o meu pai era fã de artistas, revistas e livros. E o meu pai comprava revistas para mim. Eu lia muitas revistas e livros ainda, lia não, via na verdade, né, eu via Quando eu tinha sete, vamos dizer, oito, nove anos, aí eu já estava alfa alfabetizado, eu podia então ler na verdade né. Aí sim, aí eu comecei a ver que nessas revistinhas que ele me trazia, tinha muita história, geografia, e eu comecei a ver que era interessante. Outras cidades, falava do que aconteceu no Brasil, fora do Brasil, e essas revistas que eu estudei desde a idade infantil, até chegar agora, é que me ajudaram muito a me alfabetizar e conhecer muita coisa.
E que tipo de revistas eram?

Eram gibis, né? Gibis, então, são histórias em quadrinhos, né?
Essas são as que eu mais lia. E nessa época, as histórias em quadrinhos eram assim é... Cada revista tinha diversos personagens. E era por capítulos. Então, a gente lia sobre todos os personagens. Até depois de passar muitos anos, eu comecei a me interessar por esse personagem que eu estudei durante muitos anos, que é o Fantasma. Acho que quando eu já estava adolescente, daí de adolescente até chegar agora na idade adulta, eu sempre estudei o Fantasma, personagem de história em quadrinhos. Uhum
Fala um pouco das brincadeiras da infância. É o
Uma brincadeira mais, é... como minha mãe estava sempre ausente, o que a gente fazia mais era ir para a escola e eu, particularmente, o que eu gostava mesmo, perto da minha casa, tem e tinha um rio. Eu todo dia ia nadar no rio. Então, todo dia eu nadava no rio e logo, logo eu aprendia a nadar mesmo, né? A ficar em cima d'água e não não afundar, né? Então, eu sempre, desde bem pequeno, sempre pratiquei natação.
Fala um pouco do cotidiano da sua casa.
Então, o cotidiano sempre foi assim, na verdade. A minha mãe é que era mais a chefe da família. Porque o meu pai, como era artista, ele andada andava atrás dos sonhos dele. E o que ganhava, gas gastava tudo e não sobrava muito para família. O dinheiro dele só deu do depósito que ele vendeu para comprar a casa. Comprou a casa e ele não conseguiu fazer quase mais nada. Na verdade, ficou tudo a cargo da minha mãe. Então a mi minha mãe acordava às quatro horas da manhã, ia trabalhar na fábrica, trabalhava até às duas, três horas da tarde, voltava para casa, e ficava com a carga ainda de fazer comida, limpar a casa, lavar a roupa e cuidar mais ou menos dos filhos né. Então nós tínhamos uma infância mais ou menos livre né. Então eu como gostava muito de nadar, o que eu fazia mais era ir na escola e nadar. Nadar e escola. Até eu chegar mais ou menos aos dez anos, aí eu entrei em um grupo de escoteiros. Então como eu tinha tempo, na verdade, e a minha mãe deixava, eu comecei viajar. ia acampar em diversas cidades em volta ou mesmo na praia, né? Aí eu comecei essa fase de ficar mais perto da natureza, né? Que eu gostava bastante, né?
E o seu pai? E o meu pai sempre querendo ser artista e dançando e cantando e representando por aí.
Pouco dinheiro. Ele trabalhava mais em circos, na verdade, né? hum E o senhor lembra de algumas coisas que ele fazia? É
É, eu sei o que que ele fazia.
O que ele fazia mais, ele era ele fazia é... improvisações E... ele... como é que. É Vou falar, estou esquecendo um pouco. Ele interpretava outros artistas Como é que Imitação?

Imitação?

Ele fazia imitação.
Então, como essa época era década de mil novecentos e quarenta, década de quarenta, trinta e cinquenta, ele imitava os artistas norte-americanos que a gente recebia os filmes, como, por exemplo, Al Jolson, que é um cantor e artista norte-americano, que fez o primeiro filme falado da história. Porque, antes, os filmes eram mudos né. Então, meu pai fa imitava ele né. Esse era um deles, né. E ele também cantava, tocava, fazia bastante coisa. E ia trabalhando em circos, Certo
E os estudos? Fala mais um pouquinho. Você falou que você estudou nessa primeira escola... Bom, os estudos eu estudei, então.
Nessa época era diferente, né. Agora chama fundamental, né. E médio, né? Antes era quatro anos se fazia o primário. De um a-até o quarta série. Era o primário, recebia um diploma. Depois estudava da quinta série até a oitava, era o segundo diploma que era chamado o ginásio. Eu terminei o ginásio na oitava série. Depois disso, o que eu estudei foi idiomas e cursos em espaços de outras coisas né.
E o que você lembra da escola?
Das escolas? É Bom, a princípio, como minha mãe é que podia pagar, ela pagava escola particular para eu estudar. Então, eu consegui até, mais ou menos, a quinta série estudar em escola paga. A partir daí o dinheiro dela foi ficando mais curto, aí eu fui estudar em esto escola do governo. Estudei História do Governo quinta série, sexta, sétima, oitava. Aí me formei, aí parei de estudar, assim, regular. Não completei o curso médio. Uhum. Fiz só cursos em separado de idiomas, desenho, diversas coisas.
E o que que o senhor lembra da escola? As escolas? É.
É. Bom, as escolas sempre me ajudaram muito porque Quando eu tinha catorze anos, a minha mãe também já me encaminhou fora de escola ah eh, a trabalhar também. Então eu tinha que trabalhar. Eu notei que na esco, no no trabalho, com quatorze anos já fui trabalhar. Eu estudava, estava no ginásio, no caso. Eu notei que a gente precisava estudar, porque senão a gente não ia fazer carreira no estudo Ou no trabalho, vamos dizer, né? No trabalho, e aí Ia ser mais difícil. Agora, o que eu consegui, então, foi só ir até a oitava série. Não deu para estudar mais. Não deu para fazer curso médio, nem faculdade, mas com o que eu aprendi, me ajudou muito. Eu me especializei, na verdade, em estudo de idiomas, línguas né? Aprendi cinco línguas, a falar, ler e escrever. E isso me ajudou, quando eu já estava, então, um pouco mais adiante, a começar a arrumar empregos onde eu tivesse que falar essas línguas. E esse conhecimento de línguas foi o que me fez ter bons empregos, bons salários, Até um dia ter coragem de largar, trabalhar para os outros, trabalhar por conta própria e conseguir vencer trabalhando por conta própria. Conseguir a me aliar a muitas coisas que as pessoas gostam de ter e não têm. Como, por exemplo, ter uma casa grande, casa de praia, carro, ter essas coisas que as pessoas gostam de ter e nem sempre consegue.
Certo. E os amigos? O senhor lembra dos amigos da adolescência? É, lembro sim, o... é eh eu
Eu sou, na verdade, um um tipo de pessoa fiel. Eu tenho amigos de quando eu eu estava na escola e de quando eu eu era adolescente, eles ainda encontram comigo ou eu encontro com eles. Muitos estão, às vezes, um pouco distante, não podem me ver, por exemplo, né, mas nós trocamos telefonema. Eu tenho mais muitos, mais muitos mesmo, que fazem contato comigo por telefone para falar e lembrar essa vida toda nossa, né. Eu tenho realmente e Nessa passagem toda da vida, eu amealhei muitas amizades. tanto amizades pessoais, como amizades de escola e amizades comerciais e profissionais, cujos amigos ou conhecidos eu frequento sempre e eles me frequentam também. Eu, realmente, eu tenho um grande círculo de amizades. E hoje em dia, com a internet, se pode mandar e-mail para todo mundo e receber, eu mando e-mail recebo e-mail na, nessa nossa terra toda, em todos os continentes.
E o que que o senhor fazia para se divertir com os seus amigos? Bom, na verdade, sempre eu fui pautado pela dança, porque como meu pai era artista e ele sabia dançar, quando eu tinha mais ou menos de seis anos de idade, meu pai ensinou eu a dançar e ensinou como que a coisa devia ser, que eu é que tinha que mostrar para minha irmã, eu comandar, no caso, que sempre foi, a regra da dança é essa.
o cavaleiro conduz e a dama se deixa ser conduzida. Se bem que isso mudou um pouco, né? Mas vamos continuar assim, né? Então, eu sempre dancei, desde menino, desde seis anos de idade. E a minha irmã tinha quatro, ela também então aprendeu E, com o passar dos anos, eu sempre dancei. Nós íamos em festas e outras coisa E, na fase da adolescência, quatorze anos, aí eu comecei dançar nos salões de baile.
Como eram os bailes?
Os bailes eram então um pouco diferente, né? ah As damas ficaram de um lado e os cavalheiros ficavam do outro. Aí o cavalheiro dava um sinal para ela que estava querendo dançar com ela. Se ela aceitasse, ela dizia que sim. Aí ele ia lá e dançava com ela. Aí com o tempo mudou, né? Fica todo mundo junto e nada de pedir nada, né? eh Mudou bastante, né? Mas sempre foi pautado por isso. Dança. Sempre dancei bastante. E essas dança é que sempre me ajudaram muito a, a ter, fazer exercício, né? E a ajudar bastante outras coisas, né?
Certo. E os esportes, o senhor gostava de praticar? Bom, o esporte, como eu já falei né, era natação.
Eu sempre cuidei muito da natação, sempre nadei muito, sempre e até hoje. E as caminhadas também, né, que eu faço muito também.
E o senhor se lembra como é que era a moda na época, as roupas que vocês usavam? É lembro sim, lembro, tenho até reclamação disso aí, né?
Porque, como o nosso país foi colonizado pelos europeus, os homens, por exemplo, sempre usavam paletó, gravata, sapato, bico fino, as mulheres de vestido, Isso aí é era mais a moda dessa época, né? Com o passar dos anos, e e deu certo, o nosso São Paulo aqui onde nós moramos é calor. A gente não deve estar usando muita roupa, né? Se der usar uma roupa, como por exemplo o dia de hoje que está frio, vamos nos agasalhar. Mas normalmente dá para andar. E as mulheres também foram mudando. As mulheres a partir da década de sessenta, elas foram se libertando um pouco dos homens nesse sentido. As mulheres eram mais ou menos educadas assim. É o O pai mandava nela, a mãe mandava nela, o namorado mandava nela, o noivo mandava nela, o marido mandava nela e ela nunca mandava nada. Então as mulheres deram um basta nisso tudo, na década de cinquenta, sessenta, e setenta. Tanto é que nos Estados Unidos houve um assunto assim, né? As mulheres pegaram o sutiã e sua calcinha, fizeram uma pilha e botaram fogo. Quer dizer, vocês não mandam mais em nós, né? Bom, a partir daí então, as mulheres começaram a usar calça comprida. Então, a moda, então, mudou. E os homens pararam de usar paletó e gravata. Começaram a usar mais calça e camisa. E dessa época para cá, homens e mulheres andam mais ou menos iguais assim.
E alguma namorada? O senhor se recorda? Bom, eu sempre tive um monte, né?
Desde que... quatorze anos, vamos dizer. Muitas, muitas mesmo. Até que casei, nunca parei de namorar. E
E a sua ex-esposa? O senhor é divorciado, né?

Como é que o senhor conheceu sua ex-esposa? É no baile também, né? Dançando, eu conheci no baile, acabamos nos apaixonando, casando e et cetera, né?
Arrumando uns filho e separando. E o senhor lembra como foi na época, o noivado?
É, foi tudo bem, isso aí eu não gosto muito não, né? <laughs>

E o dia do seu casamento, o senhor se lembra? Tudo bem, ótimo, ótimo, tudo bem. ah é <laughs>
Então fala um pouquinho dos seus filhos. Dos filhos né ah dos filhos sim né <laughs> dá para falar né bom Meus filhos, então, eu encaminhei eles e procurei que eles estudassem até onde eles conseguissem. Então eu sempre paguei as escolas. né Quantos filhos? Dois filhos, assim com certeza, e algumas reclamação aí no caminho. Bom, então, esses dois que são, tem meu nome, né, meu, meu sobrenome e tal. Um, então, eu encaminhei ele porque ele sempre trabalharam comigo. Quando eles tinham mais ou menos quatorze anos, dezeseis, se eles não conseguiam trabalhar em algum lugar, o estudo eles pararam quando eles quiseram, né? Mas eu ta trazia eles para mim trabalhar comigo, eles trabalhavam comigo até eles terem capacidade para ir trabalhar fora e seguir sua vida, né? Bom, um deles, então, achou que ele devia ir trabalhar na pê eme, Polícia Militar. Ele foi para a Polícia Militar e começou a fazer cursos, cursos e mais cursos, até que ele acabou se especializando em ser um policial especial, fazendo cursos de escalada em montanhas e sobrevivência em selva. E esse aí, ele entrou nisso e nunca mais saiu está nisso até hoje né. Só que, além disso, ele também gosta dessa parte mo moderna, que é a parte da informática. Ele aprendeu a ser um webmaster e ele tem hábito de fazer sites. Ele já fez uns três, quatro já. Como tem coisas que ele tem conhecimento e tem coisas que eu tenho conhecimento, ele sempre pede a minha assistência. Nós somos sócios em fazer sites, sempre com a intenção de divulgar, mas também vender mercadoria também, né. Então nós estamos sempre juntos nisso aí. né O meu outro filho parou de estudar um pouco também no no no ginásio e começou a trabalhar comigo também. Na época que eu tinha... Na verdade, é eu tinha um guarda-volumes. Eu guardava as mercadorias do dos hippies e dos artesãos da Praça da República. E esse meu filho trabalhava comigo, ele era office boy. Lá na Praça da

É um guarda-volumes, é, lá mesmo. Eu tive essa ideia, né? Que eles, de tarde, pegavam a mercadoria tudo, juntavam, levavam num carrinho de carro, uma carrocinha, aí eu tive a ideia de guardar as mercadorias deles. Aí eu transformei isso numa realidade que deu bastante dinheiro, né? Eu tinha um guarda-volumes. Então esse meu outro filho trabalhava comigo aí. Até quando ele tinha dezoito anos, ele não quis mais. Falou, ai pai, num quero mais. O que que você vai fazer? Eu vou vender mercadoria aí. Falei, então leva bastante do que nós temos aqui e vai vender então. Tipo assim a inde indenização. Aí ele foi vender mercadoria, ficou uns tempo, voltou e falou, é isso aí também não gostei muito não. Eu vou ser um tatuador. Falei, tá bom. Aí ele ele vendeu tudo e comprou uma maquininha de tatuagem. Aí como eu vendia também coisas para os Estados Unidos Europa, vendia na América do Sul também, eu comprei para ele tintas, mais maquininha importada e os desenhos. Aí ele começou a ser um tatuador. E esse também conseguiu transformar a vida dele em uma nu nu co como como tatuador mesmo. Ele conseguiu ir para frente e hoje em dia ele é um tatuador bem divulgado, e bem famoso, conhecido.
E essa experiência de ser pai, como é que foi para o senhor? Pô, eu fiquei contente porque eu acho que a realização de cada pessoa
São diversas coisas, né? Ser pai, escrever um livro, plantar uma árvore. Eu já fiz todas essas. Fiquei muito contente com isso tudo, sim. Eu acho que é o certo, né?
Certo. Vamos falar um pouquinho, então, da sua vida profissional. O senhor chegou eh... a sua primeira atividade. Qual é que foi?

A primeira atividade foi na Votorantim, que vocês têm ligação com eles, né?
Eu trabalhei na Votorantim durante dois anos. Comecei como o office boy, eu tinha quatorze anos, trabalhei até os dezesseis. Comecei como office boy e saí de lá como arquivista. Foi quando eu aprendi a fazer arquivos e guardar papéis, né? E
Você que continue as outras, né? Pode contar. Tá
Depois de lá, fui trabalhar em uma firma de laboratório de produtos de beleza. Lá eu fazia o estoque das mercadorias. Nesse aí é que eu aprendi bastante a como guardar as coisas, registrar e fazer estoque das coisas e saber onde elas estão, encontrar e sempre que alguém quisesse alguma mercadoria, eh podia encontrar. Fiquei dois anos lá também. Depois desse aí, então, que eu arrumei meu primeiro emprego com respeito a aos idiomas, né? Eu arrumei para ser recepcionista em um hotel de cinco estrelas. Esse foi o Autumn Palace Hotel Trabalhei lá um ano como recepcionista. E o recepcionista o que que faz? Ele recebe os hóspedes que vêm se hospedar no hotel, e como os hóspedes vêm de diversas partes do mundo, ele tem então que saber falar diversos idiomas né. Então, como eu já dominava bem inglês, francês, italiano, espanhol e o nosso português, foi mais ou menos fácil de eu seguir carreira nisso aí. Trabalhei então no Autumn Palace um ano, saí do Autumn Palace e fui para outro hotel, que era o Cleridge Hotel Aí, sempre na mesma linha também. Sempre atendendo os hóspedes. E nesse aí eu fiquei também na portaria. A portaria é onde ficam as chaves e os hós hóspedes pedem as chaves para subir para seus apartamentos. E nessa Cleridge Hotel tinha uma agência de turismo. Essa agência já era um pouco particular. Era de um um árabe. O nome dele era Leon. Com o tempo, como eu fazia só seis horas no hotel, ele precisava de um auxiliar. Ele me convidou para ser auxiliar dele. Aí eu passei a traba a jun a junto com ele a vender passagens de avião também. E Nisso tudo, eu sempre utilizava os conhecimentos que eu tinha de geografia e história, que eu sempre fui apaixonado pelo assunto, né? E os idiomas também, né? Bom, depois desse Cleridge, eh, uns norte-americanos se hospedavam no hotel e eles trabalhavam aqui em uma empresa de nome Kaise Engineers International. Essa companhia prestava Serviços para a cê ô sê i pê á, Companhia Siderúrgica Paulista Faltou um funcionário e eles me convidaram para ir trabalhar com eles. Aí eu fui trabalhar com eles para tomar conta da mapoteca. Nesse tempo era mapoteca, que era uns arquivos grande onde se co... guardavam as plantas da obra, que é a cosipa. E... o meu conhecimento de línguas é que era útil, porque eu tinha que ler os nomes das plantas em diversas línguas, né. Então eu tinha que saber sempre onde estava as plantas, dar para os engenheiros e falar com cada engenheiro na na sua língua, né. Isso aí também foi muito amplo, muito útil. Fiquei na Cosipa dezoito anos.
Sempre? ínterim. É a mapoteca? É
É, sempre sempre ne nesse aí. Aí, depois de cinco anos eu saí, e, como não tinha ma, a mapoteca mudou para a fábrica, que é em Cubatão, eu arrumei uma se sessão para ficar em São Paulo, que é informação comercial. Eu passei info, ser um informante comercial. Eu ia visitar as firmas, tirar informação, saber se os clientes pagavam bem, quanto pagava, quanto não pagava, Nessa aí, eu fiquei até completar os dezoito anos que eu passei lá. Depois da Cosipa, eu decidi... Não, eu tenho que falar então um pouco antes. O que eu estudei um pouco antes, né? Eu estudei a arte de interpretar, para ser artista, né? Então, nisso de aprender a arte de interpretar, eu acabei fazendo um show e eu comecei a fazer esse show aos poucos, né? Até transformar ele numa realidade que já dava dinheiro, né? Aí eu pedi demissão da Cosipa, comprei um carro novo zero quilômetro e fui exibir esses shows nesse Brasil afora, né. Aí eu pude visitar mais ou menos uns dez estados fazendo shows. Eu sempre ia e voltava, ia sempre e voltava e fazia a a a, o meu peão em São Paulo. Depois disso tudo, eu parei de trabalhar porque sábado e domingo não podia ter gasolina e eu tinha que voltar sempre para São Paulo, quando terminava o show, na sexta-feira, aí eu tinha que guardar a ga a gasolina nos butijões e era perigoso de um dia pegar fogo. Aí eu perdi a vontade de fazer shows. E como é... Aí eu ãh? ...eram esses shows? Como eram esses shows? <laughs>
<laughs> Quero saber os detalhes. Vou, vou falar. <laughs>
Como eu aprendi a arte de interpretar e danças, o show era mais ou menos isso. Striptease e humorismo ao vivo. As bailarinas dançavam e tiravam a roupa. E tinha a parte humorista que era feita sempre por um humorista. Mas como eu que produzia o show e eu sabia o papel de todos, eu só não tirava roupa né. <laughs> Eu fazia a parte humorística. Sempre faltava um humorista, eu ia e fazia a parte dele. Porque eu tinha estudado arte de interpretar, então eu tinha condições de fazer, né. Agora, as pessoas que assistiam não queriam me ver, não queriam saber de mim. Eles queriam ver as mulher né, <laughs> bom, mas eles tinham paciência de me aceitar, contando as piadinha, falando, porque eles sabiam que as mulheres tinham que ir lá para o fundo trocar de roupa ou colocar a roupa para depois tirar e colocar de novo. <laughs> E eles tinham paciência de me aturar, então eu conseguia fazer eh eles me aturarem, né, a escutarem, né. E esse teatro me ajudou muito na vida toda né, porque é fazer as pessoas lá que estão assistindo se sentir como se eles estivessem no palco participando daquilo que está no palco, como se eles estivessem lá, né. Isso aí foi muito útil na minha vida. Bom, após cansar por causa da gasolina, que era perigoso de eu morrer, eu cansei disso aí, aluguei um um andar na Praça da República para fazer isso que eu fazia. Mas, com o tempo, eu comecei ver que o, os artesãos da Praça da República vendiam mercadoria de tarde e iam embora. Aí eu falei, eu podia guardar essa mercadoria e transfor em uma nova realidade. Guardar mercadoria dos artesãos, camelôs, o nome que foi dado, pessoas são tudo das ruas, Fiz disso uma realidade. Aí eu comecei a alugar cada andar. Acabei tendo um prédio de quatro andares. E eu comecei ver o que que eles vendiam lá. Aí comecei comprar mercadoria e vender para eles. Virei um atacadista também. Comecei a vender mercadoria. Fiquei doze anos vendendo mercadoria. Até que também parei e passei para outra coisa, né?
Que era sua outra coisa?
Ah, passei então a ter um depósito. Como eu tinha o hábito de guardar coisas sempre, Eu passei a guardar mercadorias, eu guardar e vender. Aí eu passei a ter um depósito para colecionadores, sucateiros e outros tipos de coisa. Eu a partir daí eu passei ah a vender mercadoria para colecionadores e e pessoas que querem adquirir sucata. E eu estou nessa até hoje, né? Eu sou um antiquário, vendo mercadorias antigas, né? Coisas usadas e para coleções. Fica no Tatuapé

Lá eu comprei uma casa velha, a pedido da minha mãe para ser vizinho dela. Aí eu mandei derrubar a casa e fiz um prédio, né? Tenho um prédio de três andares.
E as aulas de dança?
Bom, as aulas de dança eu sempre dei aula, né? Porque eu aprendi a dançar cedo, com seis anos. Sempre dancei nos salões de baile. E como a regra sempre foi do cavaleiro conduzir, a não ser a partir da década As mulheres também passaram a conduzir também. Elas não deixavam os homens conduzirem muito, não? <laughs> Essa é boa, né? Bom, eu eu passei então a ensinar minhas parceiras de dança. E e com o passar dos anos eu comecei a ver que eu eu podia transformar isso em profissão também. Aí eu pro procurei nas escolas de balê para ver como que elas ensinavam balê. Aí que eu fui ver como é que era a técnica, que é dançar contando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Baseado na numeração, a pessoa pode ir fazendo os passos e trocando os passos. E eu sempre dancei, sempre apresentei, por exemplo, as minhas danças em televisão. E com o passar dos anos comecei, depois de aprender mesmo a técnica de como ensinar as pessoas, passei a dar aula em escolas né. Academia de dança, academia de música, todo tipo de escola que dá dança eu passei a dar aulas. Isso já fazem mais ou menos uns quarenta anos que eu dou aula. E de lá para cá eu sempre dei aula.
E aulas de que tipo de dança? Bom, a as danças que eu so estou mais habilitado é forró, samba, bolero e tango.
Mas eu dou aula de outras também, né? Valsa, eh lambada, eh fox, eh cha-cha-cha, mambo, salsa. E o que vai entrando eu vou aprendendo também, porque eu aprendi então a coreografia. Então, cada dança nova que vai entrando, que eu vejo que tá dentro das minhas posses, eu vou aprendendo também. Agora, algumas não dá que é muito forte ou tem que usar muita força. já não estou tanto assim né.
E o fantasma? Qual que é a importância dele na sua vida? Fala um pouco O fantasma foi porque eu eu lia o fantasma desde garoto e como eu lia também outros personagens.
Mas, com o passar dos anos, eu fui ver que o fantasma tinha muita coisa interessante que tinha muito a ver com o que eu gostava. que é Geografia, História e Conhecimento do Mundo em geral. E que, por intermédio das histórias, o autor, que é um norte-americano de nome Lee Falk, ele tinha eh o Fantasma foi criado em mil novecentos e trinta e seis. Mas o autor já tinha criado também uma história, também que ficou famosa, que é o Mandrake. Ele fez o Mandrake em mil novecentos e e quatro. Bom, a partir do Fantasma então, eu comecei ver que o autor colocava muitos ensinamentos que eram úteis para a humanidade. Por exemplo, o o autor ele é frugal na alimentação, quer dizer, ele não come muito, então a pessoa deve sempre comer para se alimentar e fazer o corpo funcionar bem, mas não comer demais e ficar gordo demais que acaba fazendo mal para a saúde. O fantasma ele não fuma, que é uma coisa que faz mal para a humanidade. Se todos pudessem deixar de de fumar, seria ótimo, porque o fumo faz mal. O fumo ele vai para o pulmão. O pulmão é o órgão encarregado de filtrar o sangue do corpo. Então o que ele faz? Ele filtra o sa, o sangue com toxina, nicotina, alcatrão e outras porcarias que faz mal para a saúde. Então morre muita gente fumando, então toda pessoa que puder largar de fumar, larga de fumar, deixa disso. Bom, fantasma não bebe bebida alcoólica, que também pode pode fazer mal se a pessoa usar muito. Agora, uma vez ou outra a pessoa beber faz parte da vida de todo mundo, bebida social, todos bebem para ficar um pouco alegre, contente e talvez faz até bem para o corpo, né? Virar um bêbado é que o negócio é ruim, porque aí ele estraga a vida dele, estraga a vida da família, estraga tudo, o que é ruim. E o fantasma dá to dá todas essas demonstrações e esses ensinamentos. O fantasma, ele vive entre uns pigmeus, que são os indígena. Ele protege os pigmeus, protege os indígenas da região toda. E ele, para isso tudo, ele teria de ter dinheiro, né? Então como que o fantasma tem dinheiro? Ele teve sorte de, na praia da cidade onde ele morava, os indígena, um dia, de tanto vento que bateu, a a areia foi saindo, saindo, saindo, encontraram um tesouro. Aí trouxeram um tesouro para ele. Para eles, aquilo não quer dizer nada. Eles cuida da sobrevivência, não de dinheiro, joias e et e et cétera. Mas o fantasma, muito sabiamente, entendeu que seria bom ele ter aquele dinheiro para ajudar todos que precisassem dele. E como o fantasma saia sempre em campo para ajudar os indígenas, Mesmo os reis da da região que eles plantavam ou criavam gado. Como o fantasma fazia sempre um benefício para eles, sempre era lá como um imperador, um rei, um conselheiro, eles retribuíam de alguma forma. Então esse tes tesouro dele cresceu muito. E esse fantasma, a re a residência dele era uma caverna. A caverna era um rochedo. Tinha uma abertura lá e por dentro tinha diversos cômodos que o fantasma transformou em sua residência. E lá ele começou a acumular esse tesouro e as coisas que ele precisava. Então, quando morreu esse fantasma, esse fantasma ele casou. Eles tiveram um filho. Ele treinou êh o filho dele desde pequeno para ser um combatente como ele. Como ele treinou? No contato com armas, muito exercício, boa alimentação para ele ser uma pessoa forte, vigorosa. batalhadora e aprender táticas de guerra e e e como lidar com armas também. Arco, flecha, lança e as armas mais novas que é a faca e revolver, né. Então esse esse fantasma morreu, tinha o filho dele. E ele tinha feito um juramento, esse fantasma, de proteger tudo o que ele pudesse. Sempre proteger as pessoas da crueldade, injustiça e da tirania. Então ele Ele usava uma roupa, ele falou para o filho usar a mesma roupa, usar o tudo o que ele usava, que êh êh ele tinha como símbolo uma caveira. A caveira era um símbolo de morte, mas para ele passou a ser um símbolo de justiça. E os indígenas deram para ele um anel, esse anel justamente é su o anel da caveira. Ele passou a usar essa caveira como símbolo da justiça. Então quando ele lutava com um marginal que fez um crime contra algum indígena, ou co contra a algum comerciante, ou uma pessoa em si, Ele dava um soco no na pessoa e essa pessoa ficava marcada, estigmatizada, que lutou com o fantasma, não ganhou e foi foi julgado né, que fez uma coisa ruim. Então essa passou a ser a marca dele. Então esse foi o segundo fantasma, esse era o segundo já. Esse também criou filho e a assim foi até chegar no nosso herói, que é o vigésimo primeiro fantasma. Então a história do fantasma tem aproximadamente quinhentos anos de história. Então o autor, muito inteligentemente, colocava sempre cada fantasma viajando para todas as partes do mundo eh sempre a pedido de alguém que precisava de justiça ou precisava de uma ajuda. Então essa é a vida do fantasma.
E como o senhor usou essa história do fantasma na sua vida?
Eu usei nela nos nos ensinamentos. Um deles foi que seria bom estudar um pouco até onde pudesse né para poder não ser ignorante e poder melhorar alguma coisa. A outra, viajar, conhecer muitos lugares. A outra, aprender a dividir a vida da pessoa. Mais ou menos assim. Parte de trabalho e parte de distração. Parte de estudos e parte de descanso. Fazer exercício físico cansa. Senta ou descansa. Fazer trabalhos mentais que cansa. distrai a vida, como escutar música, assistir filme, namorar, fazer tudo que vai distrair a vida dele. Viajar, se a pessoa conseguir dividir a vida dele em parte de trabalho e parte de distração, ele vai ter a vida dele mais ou menos tranquila. Se ele insistir em só ficar vagabundo, não fazer nada noventa e cinco por cento e só fazer cin cinco por cento, também não é bom. Se ele decidir estudar, por exemplo, ele vai ser médico, tem que estudar dia e noite, dia e noite, dia e noite. Ele estuda noventa e cinco por cento, ele emite muito, também não é bom. Então, a pessoa que aprender isso da vida, parte de trabalho e parte de distração, ele vai ter sempre a vida dele tranquila, que é não ter a a estafa e os estresse da vida moderna, que é difícil aí, a luta pela vida.
E esses trabalhos que você faz, essas exposições? É isso tudo surgiu porque eu comecei a ver que os fantasmas, como já falei que eu gosto de geografia e história,
Tinham fantasmas em todas as épocas. Em mil e seiscentos, mil e mil e oitocentos Tinham fansa fantasmas em todas as épocas. E os fantasmas eram... O nosso herói, na verdade, é o vigésimo primeiro. Tinha o fantasma vinte, dezenove, dezoito, dezesete. E na na família do décimo sétimo fantasma, nasceu uma mulher. E ela, uma vez o irmão ficou doente, ela tomou o lugar do irmão dela. Só que, claro, ela é mulher, então a a anatomia dela era de mulher, né? Mas como os indígenas falavam que ele era um fantasma, Ele tinha diversos títulos, como espírito que anda, homem que nunca morre, porque como a roupa era a mesma, os indígenas e os piratas e os marginais falavam que aquele era era o mesmo homem sempre, que viveu em mil e quinhetos, que viveu em mil seiscentos, mil e setecentos, ele nunca morria, era um fantasma. Então ela, como mulher, ela podia também encarnar o fantasma, apesar dela ter seios né e o corpo mais fino do que o homem, os indígenas vieram com aquela roupa justa e de seios, né, grande, Não é possível porque ela é um fantasma. Ela tomou essa forma de mulher porque ele é um fantasma mesmo ele pode se transformar no que ele quer. Em um lobo, Em uma mulher, eh em uma fumaça. Ele pode se transformar no que quer. Então, é uma explicação. mas Então, eu comecei a ver que tinha as datas nas histórias. mil e seiscentos mil e quinhetos mil e oitocentos E eu comecei a notar, fazer anotações. O fantasma Viveu em mil setecentos e sessenta e nove. Fantasma três, mil quinhetos e sessenta e quatro. E assim fui fui marcando datas, né? E fui marcando qual fantasma era referente àquela data. Aí fui vendo que, por exemplo, esse o décimo sétimo fantasma. gêmeos. Tinha o fantasma e ela que era a mulher fantasma. Então eu eu comentava isso aí. O nome dele, Kitty O nome dela, Eloise Bom, aí o que aconteceu? O fantasma de prestar serviços para reis e imperadores que precisavam da ajuda dele, ele começou a ganhar e amealhar muitas coisas. No caso, por exemplo, teve um imperador que ele tinha uma noiva que tinha sido sequestrada pelos piratas. Aí ele chamou o fantasma, que era amigo dele, esse imperador, para... Estamos quase terminando já? Estamos tranquilos?
Você lembra de onde você estava falando? Não, aí tem que ser continuidade, tem que ser alguém, o continuista que.

Não, você estava contando dos nomes dos gêmeos.
Nomes dos gêmeos, é
É, você estava contando alguma história que aí você não concluiu.
Tá, tá bom então. Que eu perguntei das exposições, eu estava perguntando isso e o senhor estava contando da dos nomes dos do dos gêmeos, né? do Fantasma dezessete Tá bom então, tá.
Aí depois depois de eu falar os nomes, que eu falo a continuação? Falar da exposição? Foi a minha pergunta. Tá tá bom então, tá.
Isso eu fui a
Isso, então Como como que eu escrevi também isso tudo, né? Como eu fui, então, fazendo marcações, eu acabei escrevendo outras coisas, né? Bom, o o o nome, então, dos gêmeos, então. Ele, Kitty, todo fantasma se chama Kitty Seria uma abreviação uma abreviação de Christopher, porque o nome do fantasma é Christopher Walker Walker, em inglês, seria o andante. E se abreviar Walker, É Anda, alguém que anda. É um dos nomes e os títulos do fantasma, que é Espírito que Anda.

Porque ele é um fantasma que morreu e apareceu de novo. Nunca morreu, então. Bom, então, o o o a a a marcação, então. Eu comecei a ver que tinha muita Então, de tanto fazer marcação... Esse, por exemplo, esse imperador que eu estava falando, que ele mandou o fantasma ajudar a noiva que ela tinha sido raptada. O fantasma foi lá, conseguiu livrar a noiva dele, Trouxe a noiva para o imperador, o imperador casou e depois de um ano ela morreu na época do parto. Então ele ficou muito triste com esse e ele tinha um lugar lá que cha era uma praia. Era chamada Praia de Kelawi. Essa praia tinha que nem uma casinha, só que era uma casa de Jade, onde ele pretendia casar. e eh Não, ele pretendia não. Ele casou e a noiva dele ele levou para essa casa de Jade. Então ele pretendia que cada vez que ele viesse nessa praia, que chama Kelawi, ficasse nessa casinha de Jade. E Jade é pedra preciosa, então é uma coisa cara. Bom, essa praia é uma coisa curiosa também. Ela tem, a areia dela, metade é areia e metade é ouro. É uma coisa incrível. Bom, como ela morreu, a noiva do imperador, ele ficou tão triste, tão triste, que ele falou para o fantasma, eu vou legar a você essa praia e a casa de Jade, perpetuamente, praa sempre. Você e todos os teus parentes vão ser proprietários dessa dessa praia. Aí esse fantasma o que ele fez? O filho o filho, quando ele morreu e o filho dele casou, porque eles vão recebendo o legado, né? Esse filho dele foi também com a noiva dele passar a lua de mel ne nessa casa de Jade e na praia que é metade areia e metade ouro. Então ele passou a ter eh eh essa parte que é essa praia de Kelawi. Logo perto tinha uma ilha que o Fantasma também recebeu como herança também por um trabalho que ele fez também. É chamada Ilha do Éden. Aí o Fantasma teve <coughs> a ideia de levar para essa ilha os animais filhotes, que é para eles crescerem. E aí é que o autor faz uma alegoria aos seres humanos. Nessa ilha ele levou os animais selvagens e os animais não selvagens, os herbívoros e os carnívoros. Ele levou então leões, panteras, tigres, macaco, gazela, todo tipo de animal, macaco, e esses animais, ele ensinou esses ma esses animais a tentarem viver em paz e comer peixe. E uma tribo de índios provia o peixe para eles, para eles se alimentarem de peixe. Agora, na verdade, o que o autor quis passar por intermédio do personagem, o fantasma, é um ensinamento à humanidade. É ensinar aos seres humanos que se os animais que são irracionais, leão, zebra e gazela, podem viver em paz, não brigar e não guerrear, O ser humano os seres humanos também podiam aproveitar isso como um motivo e também não guerrear e não brigar e, na medida do possível, um ajudar o outro e respeitar <coughs> o outro, acabando com as guerras, porque se tiver mais uma guerra no nosso planeta, eles são capazes de soltar bomba para tudo quanto é lado e acabar com o nosso planeta, rachar o planeta e nós vamos tudo pa para o espaço aí. Então o autor ele foi muito inteligente nesse aspecto de mandar um ensinamento para para a humanidade. E essas coisas todas é que eu gosto, que é a parte de comportamento, eu gosto e sempre que eu posso, que eu vou fazendo minhas anotações, eu vou colocando essa parte de ensinamentos né. E de tanto eu eu fazer <coughs> eh eh esses esses textos, a as editoras que editavam as revistas do Fantasma acabaram sabendo que eu tinha esses textos e se interessaram por colocar esses textos como uma coluna nas revistas do Fantasma. Aí comecei a fazer coluna para as revistas do Fantasma para sair ju junto. Essas colunas foram saindo, saindo, saindo. Aí um um dos dos editores da da revista pediu, por que você não faz uma exposição com o que você tem? Você tem gibi, tem pôster, tem card. Faz uma exposição. Aí eu, nessa época, ia inaugurar a Gibiteca. Isso foi em mil novecentos e noventa e um, em São Paulo então já se passaram dezesseis anos. é A gibiteca começou em São Paulo, <coughs> é que foi uma ideia da prefeitura de ter biblioteca para livros e gibiteca que seria coleção de gibis para as pessoas virem ler os gibis, tipo da biblioteca, sem pagar nada e ter uma leitura mais leve. Então saiu a primeira gibiteca. Nessa primeira gibiteca, então, eu fiz a exposição do fantasma. Como houve uma boa repercussão, os jornais noticiaram que ia ter a exposição, tive uma boa visita, boa frequência, e de sair nos jornais, saiu página inteira falando do assunto, os canais de televisão também se interessaram. Aí os canais de televisão pediram para vir filmar o, enfim, o que tinha lá. As revistas, os posters e os cards, que era pouca coisa a princípio, né? Então houve uma boa divulgação por televisão. Aí a partir do próximo ano eu vi que o o herói fazia aniversário, já tinha tantos anos de criação e comecei a a aumentar a minha exposição. Comecei a adquirir o que se chama de memorabilia. Memorabilia são bonecos, eh anéis, no caso o anel do fantasma né, quando ele dá o soco né no bandido e fica registrado a marca da caveira né. Esse é um deles né. E o fantasma tem esse que é o anel da caveira para para os bandidos e ele tem também o anel da proteção que é o outro. O anel da proteção o fantasma ele coloca levemente no pulso das pessoas e as pessoas que tem essa marca do fantasma passam a ter a proteção da família dele. Então de fazer os escritos e as exposições Elas acabaram cada ano crescendo, cada vez mais, que eu comecei a ser chamado para, cada vez que tinha um movimento qualquer de gibi, eu era chamado para aumentar a divulgação baseado nas imagens que, com o tempo, eu fui adquirindo. Depois da memorabilia, que eram tudo coisas pequenas, eu comecei a fazer a cenografia. Porque o meu herói, como ele mora numa caverna e ele ministra a justiça ao ao pessoal em volta, ele senta em um trono. Aí eu mandei fazer o trono. É um trono com duas caveiras e uma corrente do lado. A corrente também é porque tem uma história que dá um, um, uma boa mensagem, uma boa lição né. passei a Fiz também o boneco do fantasma com o rosto vazado e um boneco do tamanho que a pessoa possa ir por trás, colocar o rosto e sair na figura do fantasma. E as pessoas ficam tão contentes porque elas saem de fantasma como se elas estivessem adquirindo as boas qualidades do fantasma, que são qualidades de honestidade, pontualidade e querer ajudar os outros, coisa um pouco rara porque as pessoas são muito egoístas e são apre as pessoas aprendem a viver em um mundo que ela tem que lutar muito para conseguir fazer as coisas e esquece um pouco o lado humano, que é se dar bem, ser humano, esse lado fraterno, que tanto o fantasma, que é o personagem, como o autor, ele mostra isso tudo, Isso tudo são lições para as humanidades. Isso tudo o autor coloca por intermédio do seu personagem, que é o fantasma.
Essa história da corrente, que o senhor A história da corrente é assim. conta para a gente então A história é interessante porque ela é um uma boa lição né.
O vigésimo fan o vigésimo primeiro fantasma, ele ajuda a ministrar a justiça. E duas tribos de indígenas, estavam lutando por causa do rio. Um achava que o lado do rio era dele, o outro que o ra lado do rio era dele, e que ele queria avançar um pouco para pegar mais peixe que o outro. O outro pegava mais peixe. Eles começavam a guerrear. E era a guerra mesmo de se matar uns aos outros, né? E aí, quando a guerra estava bem feia, chamavam o Fantasma, para ele então tentar pacificar. Ele ia, pacificava, conversava com todos os chefes, conversava, não, então, vamos fazer uma coisa, vamos então... fazer certo. Você fica com essa metade certa, você fica com essa metade certa, você pesca aqui, você pesca ali e dá tudo certo. Bom, por uns tempos ele eles conti continuavam pescando, mas daqui a pouco um começava a entrar no, começava de novo a guerra. E assim, aí chamava o fantasma, ele ia lá, pacificava e assim acontecia diversas guerras, sempre guerra. Até que um dia ele se encheu. Ele se encheu e falou, não, eu não vou mais pacificar ninguém, não vou ajudar eles a a resolver isso aí, estou cheio. e no trono que ele sentava, Tinha uma corrente. Aí veio lá um um um dos indígenas, o mais velho da tribo dele, que a tribo morava do lado dele. Veio e falou, fantasma, agora então eu vou te contar a história da da da corrente, porque ela justamente, o teu pai, pediu que eu só contasse para você o dia que acabasse a sua paciência com alguma coisa qualquer. Eu posso contar para você. Só agora eu podia contar. Então eu vou te contar. O teu pai e a tua mãe, antes de se casarem, eles se conheceram, E a sua mãe um dia veio para casar com ele. No navio que ela veio, vinha um príncipe também, que era dono de uma terra distante, mas ele era muito corrupto, muito sem vergonha, mas se apaixonou por ela. E o que ele fez? Ele raptou ela. Raptou e levou ela para a para a terra dele. Mas um fantasma acabou sabendo disso, o vigésimo fantasma, e foi lá na te na na terra desse príncipe tentar resgatar a que seria a esposa dele. Foi difícil e o príncipe, in ao invés disso, o príncipe conseguiu prender ele. Prendeu o vigésimo fantasma e acorrentou ele nu em uma em uma em uma corrente em volta, era de um moinho, que era para dar água né, para ficar movimentando a água para poder ah, ah, ah... para poder a farinha ir ficando cada vez de grão né. Ele ficou lá. E ela ficava lá em cima lá do palácio vendo ele lá. Aí ele notou uma coisa. Ele não conseguia se soltar da E ele ficava na corrente dia e noite, dia e noite. E dormia lá mesmo. Ele notou que cada vez que ele dava a volta, um elo da corrente raspava em um lugar assim. Raspava. Aí ele calculou que se aquilo lá raspasse muitas vezes, talvez aquele elo abrisse, soltasse, e ele podia se soltar. E ele continuou, então, que nem um boi. E, e, até que um dia abriu. Ele se soltou. Foi lá, lutou com o príncipe, derrubou o príncipe, combinou com o povo que aquele não era um bom príncipe, o povo chegou no acordo, tiraram o príncipe e colocaram um novo administrador. Ele pegou a noiva dele e levou para casa, lá para para local dele, para caverna e para onde ele morava, casou com ela e ela é a mãe do vigésimo primeiro fantasma. E a história que se encerra então, a moral qual é? Para aprender as pessoas a ter paciência. sabedoria e aprender as coisas da vida. Às vezes são difíceis, mas vai com calma, vai com jeito, estuda, pensa qual é a melhor maneira. E essa foi a lição, sabedoria o senhor quer falar e paciência. O senhor quer falar um pouquinho do site do senhor?
Sim, sim. eh então
Então, de de eu ser convidado então para fazer as exposições, sair minhas colunas em revistas, eu comecei a ser convidado para os canais de televisão, jornais, as revistas também se interessaram, começaram a me entrevistar e fazer colunas do meu trabalho, as estações de rádio sempre me chamaram para dar entrevistas, então a partir daí eu passei então a ser uma pessoa divulgada, bem divulgada na mídia, que antes era só televisão, rádio, jornal e revistas. né Bom, aí com a com a entrada da internet, eu junto com o meu filho que me aconselhou a fazer um site, aí nós Fizemos o primeiro site. Então, com esse material que eu preparei, nós fomos então começando a digitar e separar por epi episódios, por capítulos, né. E esse foi meu primeiro site. E e ele acabou ficando realmente tão bem feito, tão bem feito, tão completo, que os jornalistas do Brasil e fora do Brasil pegavam informações dele para utilizar nas suas outras é... reportagens. Ele ficou tão bem feito que eu imprimi esse site, ele deu mais ou menos cento e trinta páginas. Aí eu imprimi e ficou sendo o meu livro, que eu sempre mostro para os editores na ideia de um dia algum deles fazer meu livro. Eu ainda não tenho meu livro, eu tenho só esse material, que na verdade ele é em linguagem de site, não é ainda em linguagem de livro, que tem algumas páginas que não estão completas, porque ele foi impresso pela linguagem de site. E, depois desse site, eu não queria mais tanta informação, eu diminuí um pouco e, a partir daí, eu fiz mais dois sites. E, atualmente, eu estou com o o o recente, que é fantasmafriends ponto cjb ponto net. Esse é o meu atual.
Tá certo. Agora, para finalizar, eu gostaria de perguntar que lições que o senhor tirou dessa vida tão rica e que o senhor contou para a gente? Bom, como eu já falei quase todas as lições né, uma delas é essa.
É que o fantasma ele representa um herói. eh eh Na verdade, o fantasma ah ah ah o o o autor coloca ele como uma pessoa de mais ou menos um noventa dois metros Quer dizer, seria uma pessoa bem alta mesmo né. Não muito como o brasileiro. O brasileiro é menor né. um metro e setenta um metro e sessenta As mulheres são de um metro e cinquenta um metro e sessenta Não são muito altas. Mas ele, então, simbolizava sempre o herói, o gigante. E isso aí é muito bom para ele lutar com os criminosos, porque se ele tem dois metros, ele vai lutar com um metro e setenta sempre ele tem uma certa vantagem né. Então, quais as lições que o fantasma passa e que para mim foram úteis? Essas lições de tentar ajudar os outros. Essa é uma delas. Na medida do possível ajudar as outras pessoas. O que é raro, como já falei, que as pessoas desde cedo são educadas para vencer na vida e para vencer é difícil vencer e ainda ficar ajudando todo mundo. É bom isso aí de um cuidar um de ajudar o outro. Outra, o fantasma cuida muito da sua alimentação. Ele é bem frugal na alimentação. Ele come coisas leves, nada de comer muita coisa muito forte que vai fazer o corpo inchar para tudo quanto é lado e ficar muito gordo, né? Então o fantasma representa um tipo atlético. Então o que eu fiz? Eu usei todos esses ensinamentos e procurei também me manter assim também, sempre magro, né? Quando eu tinha vinte anos eu tinha Agora eu já tenho setenta anos e tenho a mesma coisa, tenho sessenta quilos sempre. Estou sempre com o mesmo peso. O que quer dizer? Eu cuidei muito do meu corpo, né? E eu estou sempre passando isso para as pessoas, né? Na medida do possível, se mantenha com o peso bem baixo, não muito. que é Po porque se é muito gordo, o coração trabalha muito. Pâncreas trabalha muito. O fígado trabalha muito. O estômago trabalha muito. E banha para tudo quanto é lado. Não é bom. <laughs> Bom, outra coisa também. Beber que é muito saudável. Isso, beber leite, faz bem. O fantasma bebe leite e deixa de lado bebida alcoólica. Outra coisa, o fantasma nunca fumou na vida dele. Eu, uma vez, experimentei fumar para ver como é que era. fuh fuh Negócio ruim, horrível. Bota um negócio ama amargo amargo, aí vai beijar outra pessoa com esse buta cheiro de alcatrão, nicotina e Horrível isso aí. Sai fora, tira fora. Então, essas foram as lições que me serviram muito, né? E o que eu faço disso tudo É aprender comportamento. Como que as pessoas se comportam? Como que eu me comporto? E para, na medida do possível, eu tentar entender as pessoas e os outros me entenderem, para eu cada vez mais me entender com as pessoas. Não me vê em guerra em briga, né? Eu acho que é mais ou menos isso, o que eu tirei mais ou menos disso tudo, né? ih
E o senhor gostou de dar esse depoimento aqui? eu Eu gostei porque eu sei qual é a ideia do Museu da Pessoa, que é perpetuar para sempre
a vida das pessoas, cujas vidas poderão servir de exemplo para muitas pessoas que vão ver, de uma maneira ou de outra, o que o museu da pessoa tem, em imagem ou em som. Isso vai ajudar as pessoas, poque eu acho que a intenção também do museu é essa, perpetuar a experiência de vida das pessoas para que outros possam ver, se espelhar nisso e procurar fazer coisas boas ou melhores do que eles possam.
O Museu da Pessoa agrade a sua entrevista. Obrigado. Um resuminho. Tá, tá bom. por Mas pouquinho, pouquinho, né?
Pouquinho, pouquinho. tá Começo falando o meu nome eh e tal? E o seu nome, onde o senhor nasceu, a sua profissão.
Câmera, ação, pronto. eh

Eu nasci em São Paulo, aqui na capital, em sete de setembro de

E, no passado dos anos todos, acabei como profissão eh colecionador e pesquisador.